Instituto Museu da Pessoa.

Tenho vários nomes, mas nasci em São Paulo, dia nove de fevereiro.
Porque você tem vários nomes? Conta isso para a gente.
Porque na minha vida, cada tempo é marcado por um uma pessoa que está em mim. Eu tenho a mesma personalidade, mas ela vai se agigantando e não cabe mais no nome, que é um rótulo. Então, eu necessito de um outro rótulo que é preciso usar, né. Então E aí eu vou agregando os nomes que me soam legais. Ou seja, eu sou, eu faço a
escolha, daquele o qual vou ser chamado né. E para se fazer essa escolha, você se baseia em algum detalhe
Em algo que eu acho que todos os pais deveriam se preocupar, antes de colocar o nome, ou as pessoas, no no que vai representar de fato. Porque o nome é algo que indica o conteúdo. E um dos conflitos maiores de quem recebe um nome que nem fez a sua escolha, é muito difícil assim, a pessoa lidar com o nome que ela rejeita. E ela tem que lidar com isso e para o resto da vida. É uma indicação, é deseterno, há deseterno, sei lá. Então é bem e muito importante.

ãh. Acho que sempre foi, as pessoas só entram para a história através dos seus nomes, de como elas são chamadas ou foram chamadas. E os lugares também têm nomes, e as coisas têm nomes, o nome é é fundamental. E eu escolho mesmo acho legal. Atual é Daragon Aldebaran Pessoas. Pessoas, eu acho que vai finalizar essa minha etapa, meu ciclo. Eu sou fã de o Fernando Pessoa, admirador da obra dele, sempre fui um drops né, porque eu não sou eh erudito. Eu penso só. Então, penso que pessoas como sobrenome fecha esse ciclo no universo meu, né? Que gira em torno do que eu sou, pessoas.
Você sabe quantos nomes você já teve? Há, vários, vários.
vários. O nome espiritual é Kaobi Chapanã de Xangô. Califa foi um dos primeiros, Xangiti. Deixa eu ver. Minha memória é ótima.
Condor... As pessoas aprendem e ficam chamando por esse nome? Boa pergunta. é...

sim. É... Eu vivi em muitos lugares, conheci muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas. Intensamente ou não. Que são os encontros e os desencontros né, de uma estadia que... elas passam a me chamar, aquelas que eu agrego como pessoas íntimas.

É o Guido, ou Guido, ou Ildo, ou Nildo, ou Tildo, ou Fildo. Isso sempre me incomodou, desde a infância. Qual o seu nome? É Guido, Guido. Então, você já fala uma coisa bem, né? Aí a pessoa fala, ah ela não entende, mas ela diz, ah, tá, está bom, está bom.

Mas como que é seu nome mesmo?

Meu avô era Guido

Minha avó, esses são avós paternos. Avós maternos, eh... Acho que por aí começou toda a saga. Minha avó era, quando eu tinha já vinte anos, que eu descobri que minha avó, que chamava-se Lourdes, na verdade não chamava-se Lourdes, ela chamava-se Lázara. E ela detestava o nome Lázara. Então ela sempre se intitulou Lourdes. E meu avô, Sebastião. Isso, por parte de mãe. Mas não convivi com avós nenhum. Todos já eram falecidos. Meu avô faleceu com quarenta e poucos anos de cirrose. Minha avó, Doracina, faleceu. Eu tinha onze anos de idade. De câncer, estômago, me lembro dos uivos dela, dos urros de dor. Convivência muito pequena. Minha avó materna e meus meu avô morreu assassinado por um boi, que ele mesmo criou. Era muito ruim. A história reza que ele era uma lenda mesmo, de uma pessoa muito má. E a minha avó sobreviveu. Os maternos, isso mesmo. E minha avó é uma figura, figura que eu me lembro dela só em flashes assim. Ela com noventa anos, namorando um um cara de Uma época veio morar comigo no apartamento, eu sempre morei sozinho. E, e, na verdade, ela fez amor com todo mundo do bairro. E eu estava dormindo e, de vez em quando, tocava o interfone procurando a Lourdes. E ela tinha, nessa época, acho que uns oitenta. E eu dizia, vó, não dá, né? Vó, me poupe é Não, muito simples, nunca teve televisão, essa avó, a avó Lourdes, chamada Lázara, nunca teve televisão, que eu saiba, usava sempre um lenço no pescoço, maravilhoso, fantástico, de bolinha, vermelho. Muita maquiagem, muito rouge, muito batom, um perfume bem ordinário, mas que é da minha avó característica, então adoro. Não me lembro qual era, acho que é Colônia Contouré, se for patrocinadora, me desculpe, mas é Rua do Borogodó. E cabelo tingido e muito simples, falava bem arrastado assim, mas de uma pureza que eu nunca encontrei igual. E a minha sagrada avó mate paterna, que é a Doracina Queiroz, essa sim, essa cheirava leite de rosas. É a maior lembrança da minha vida. Ela era uma mulher de um colo bonito, convivi muito pouco com ela, mas tinha um acolhimento muito grande. Nessa época ficou muito registrado o meu comportamento na infância, né? Eu não convivia com ninguém, eu vivia embaixo da cama quando chegava alguém.
E o nome dos seus pais?

O amor da minha vida, a maior paixão da minha vida, que morreu nos meus braços há exatamente dois anos. Morreu Exatamente há dois anos no meu
é. Qual a natividade deles? Meu pai
Meu pai <sighs> era o cara... Eu acho que ele era um anjo. A atividade maior dele era distribuir bênçãos, mas ele era açougueiro, comerciante né um autodidata, bailarino fantástico, que conheceu, acho que foi amante da Marlene, aquelas aquelas coisas. Foi motorista dos Matarazzo, foi motorista da Maria Bonomi. ajudou a ajudava, aliás, ele sempre me falava, <coughs> a montar os quadros das Bienais em São Paulo. Então, isso, a narrativa dele, depois de um a de um vinho e tal, aquilo me fascinava, como ele contava como chegavam os quadros, aí ele tinha que desmontar tudo. Como era a Maísa né, que ele muitas vezes levava a Maísa, eu tenho uma foto dele que eu acho que seria legal estar mandando para vocês. Ele com o carro dos Matarazzo, ele tinha dezoito, dezenove anos, e ele narrava coisas da Maísa de uma forma muito respeitosa, mas muito bonita. as saídas dela nas boates à noite, as vezes muitas vezes sem roupa de baixo, só com casaco de pele, ele de chofer, com uísque já bêbada, e me leva nas boates da Rego Freitas, da Brento Freitas, três horas da manhã ele levava, ficava aguardando, e essa é a nossa Maisa, essa maravilhosa... Maravilhosa, né? Esse era o meu pai, que me ensinou a abrir uma vaca e tirar tudo, limpar o ventre, fazer toda a desossa. Eu tenho todos os cortes, né? Isso com nove anos de idade, a gente já brincava de Menino do Tambor, um filme que eu recomendo, hein? O Tambor, está esquecido, mas é show. Essa é a imagem do meu pai. Então, acho que ele era tudo isso né. Pessoas também.

Minha mãe enxergava só enxergava de uma vista cinco por cento, dez por cento. Ela era uma Uma serpente adormecida. Para mim ela sempre foi. Uma naja, uma surucucu, uma cascavel. Não no sentido né né pejorativo da da palavra, mas como um réptil que em momentos de perigo se quedava estático. para acumular toda a energia de ação. E no momento certo ela agia e explodia. Ela é responsável pela formação desse que vos fala. Com certeza, porque eu saí do ventre dela, assim. Meu Meu ícone maior na vida. A pessoa mais simples que eu já conheci pode me falar, qualquer pessoa, qualquer um, pode ir. Pessoa mais simples possível. Nunca falou absolutamente de de ninguém. Nunca deu palpite. Nunca. Sobre ninguém.
E você sabe qual a origem da família do seu pai, da sua mãe? Sim

Do meu pai? Meu avô era italiano. Minha avó Doracina ela era órfã, essa é a origem dela, morava no orfanato. E Me perdoem as pessoas que talvez tenham vivido e vejam isso, mas essa é a história que me chegou. E a história que me chegou é a minha história, minha história real. Tudo que eu digo é minha história. Não tenho idade para mentira. Essa é a minha realidade. Minhas Memórias. Essa eu vivo. E ela foi adotada pelos Queiroz. Mas eu preciso te falava-nos , uma coisa que agora me ocorre. A minha família sempre foi meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Nós vivemos sempre em um clã. Eu tenho puts, três lindas irmãs e terríveis, para variar um costume italiano, Gina, Gilda, Giovanna e eu, Guido. Tive um irmão que faleceu com seis meses, chamava-se Giovanni, esse era o primeiro, né? E a história é muito legal, que eu gostaria de entrar um pouco sobre iisso
Conta do bairro, da sua infância,
Eu sei que eu nasci na Vila Guarani, no Jabaquara. Agora há pouco tempo eu descobri que do... Ah, nasci de parto.

Meu pai estava trabalhando no Tendal, chamava-se Tendal, ele era açougueiro. Eu nasci acho que três horas da tarde, uma coisa assim. Quem ajudou o parto foi minha tia Shirley, que eu amo muito, que está viva ainda. E essa parteira, não tenho muitas... Minhas memórias quanto à infância, elas são fragmentos.
não... Mas você cresceu em que bairro de São Paulo?
Eu cresci em muitos bairros. Vários lugares que eu me lembre. Até aos nove anos de idade. Depois nós fomos em uma grande jornada em direção ao interior. Patrocínio Paulista. Eu tinha nove anos de idade. Onde tudo começou a ser registrado na minha vida. Até então, minha vida era pacata como qualquer criança. Foi quando as portas do mundo se abriram para mim.
Meu pai. Você é o irmão mais

A mais velha é a Gilda, mora em Rifaina, depois sou eu, depois a Gina, na sequência, e a última que eu ajudei a criar quando meu pai faleceu há vinte e tantos anos, que é a Giovana, era a rapinha do tacho. ah. Aí eu ajudei a criar, ajudei não, criei a Giovana. E casei a Giovana. Hoje ela mora com o meu querido cunhado número quatro, que eu admiro muito, que é de uma simplicidade não tem... Olhar para ele, para mim, é uma pessoa que nunca morou na cidade, é agricultor, pessoa mais mais pura que eu já conheci. agregado à minha família. né. Simplicidade é... fundamental.
E como foi assim crescer entre três mulheres? Como era as brincadeiras? Porque tem meio que uma divisão, né?
Boa, boa pergunta. muito legal essa pergunta, porque as minhas brincadeiras sempre foram comigo. Eu sempre fui fechado, eu sempre tive contatos com outras dimensões. E como na nossa casa sempre foi de uma cultura muito eh... Apurada, Cultura no sentido real de vivê-la. A gente aprendeu que cultura é o que você vive, não o que você imagina viver. Você pode agregar sensações, momentos, situações, mas cultura, culturalmente falando, e essa é a concepção que eu tenho do que é cultura, é tudo aquilo que você participa, interage. Isso para mim é cultura. No caso das brincadeiras, ah, eu dissecava, adorava colecionar ossos, conversava muito com espíritos, eu não sabia o que era, isso era muito legal, era muito bacana, ou formas, ou dê o nome que queira dar, isso para mim não me importa nada, nomes são nomes só. E observava muito. Sempre foi muito fechado eh, no meu mundo e a convivência com as minhas irmãs sempre foram, sempre foi muito suave, não me lembro. Não, não me lembro. Me lembro de um corte, oh, da minha infância me lembro de um corte que eu fiz em uma lata velha, que eu estava fazendo o enterro do meu ursinho, que tinha cortado a cabeça. Aí eu fiz o enterro dele, sozinho. Fiz um túmulo, eh, rezei, imagina, eu tinha cinco anos de idade. E eu andava com o ursinho no bairro, que legal isso lembrar, eh, eu andava com o ursinho e ele e a cabeça estava caindo assim, é um ursinho que eu tenho a réplica dele, está lá na fazenda, minha irmã, que eu consegui quando eu tinha um ateliê. E... E eu pedia para as pessoas no meio da rua me ajudar a colar, Olha que loucura que é a men a a vivência a experiência de uma criança. E e para mim ele estava morrendo, então eu queria que alguém colasse. Cheguei para o meu pai, putz, cansado, né? O pai falou assim, ah, sei lá, nem lembro o que ele falou. Aí eu percebi já de cara uma reação assim, falei, ah... Não se importou com a minha dor, então está bom. Aí eu saí procurando, como não tinha, eu peguei, eu terminei de arrancar a cabeça, aí eu pus a cabeça assim, arrumei uma caixinha de sapato, pus ele bonitinho, procurei no campinho que tinha na Vila Guarani, onde a gente jogava bola, onde eu ficava, porque bola eu nunca joguei, detesto futebol, né. Aí pus lá, fiz o enterro, rezei, botei flores, não me lembro. Cheguei em casa, chorei. Minha mãe perguntou, o que que foi?

É é interessante isso, esse momento, é bonito lembrar isso. Foi um momento muito importante para mim. Me norteou muito nas despedidas. Cinco anos. Isso, cinco anos de idade. Depois dá um um apagão, assim, não me lembro. Isso foi pós o maior trauma que eu tive na minha vida de infância. Foi quando meu pai, nessa época meu pai bebia, minha mãe bebia muito. Mas ele trabalhava, sempre trabalhou, sempre, enfim. E eles construíram um barco, uma canoa, um barco, uma canoa, sei lá como era, porque quando você é pequeno tudo é grande né, gigantesco, né. Eu lembro de tudo grande, meu pai era gigante, a minha concepção era essa né, tudo enorme, e o barco era enorme, e todo final de semana ele se reunia com os E eu lembro da última etapa, tinha que calafetar de piche. Mas eles estavam fazendo churrasco e calafetava de piche. E o barco era enorme, coisas de meu pai. E depois, vamos testar esse barco. E fomos para a lagoa do Guarapiranga, para a represa. Eu devia ter quatro para cinco anos, isso foi antes. Foi o maior trauma meu, acho que o único trauma maior, o maior choque. Desses choques é que nascem as pessoas, que mudam os homens. e todo mundo alcoolizado, e eu muito pequeno, e não sei o que, se há trinta anos era perigoso, hoje é mais perigoso ainda. E puseram todo mundo, todo mundo subiu no barco, um monte de de amigos dele para testar, e foram, e eu fui junto, porque meu pai sempre... Eu fui junto. Só que o barco foi construído por qualquer pessoa, menos por engenheiros né, navais. E o barco começou a afundar no meio da represa e todo mundo estava bêbado. E eu gritava e ninguém, meu pai estava bêbado também. E a água foi entrando e era, aquilo me causou um pavor. Eu não me lembro quem me tirou, não me lembro. E a partir dali eu tenho essa coisa, eu tenho afinidade com a água, mas eu não sei nadar. Não causou trauma nenhum, não tenho trauma de nada, tenho trauma de gente chata só, de gente mala e de gente estúpida. Agora, ah, isso me norteou, assim, em relação à água. A água, eu busco nela o fluido né, mas a minha proximidade com ela é limitada, assim.
não precisei fazer terapia nenhuma quanto a isso porque ficou muito claro para mim né, o poder dela, do elemento água né, ele é se você subestima você dança ou melhor, se afoga né. <laughs> Mas quando você falou assim que na sua casa vocês vivenciavam a cultura você falou assim que tinha festas assim, faziam danças com música uhum com comida é isso?
Nós nunca tivemos uma festa de aniversário.
Então explica assim, um pouco o que eu não compreendi. Meu pai
narrava histórias, muita história. Minha mãe tinha histórias maravilhosas da infância, histórias tristes, alegres. Sempre. Ah O retrato, se eu pudesse agora, erguer um retrato de minha mãe, ela sentada na na na na calçada, no quintal, cortando a casca da melancia. E a gente sempre muito humilde, sempre muito muito humilde. Não pobre, porque pobreza é interior, né? Mas humildes mesmo. Então, não tínhamos brinquedo, eu nunca tinha carrinho. Minhas irmãs não tinham boneca. Não tivemos isso. Mas éramos felizes para caramba. Minha mãe fazia o as bonecas de casca de melancia assim. A gente comia melancia e ela ia recortando os bonecos. Que, aliás, eu eu recomendo qualquer um fazer. É uma terapia fantástica. E a quando ela ia fazendo os bonequinhos da casca, Ela ia contando a história de tudo. Então, a gente comia melancia e ainda se alimentava da cultura dela, que é a cultura, puta, riquíssima, né. Essa é a nossa formação. Para mim, é a minha formação. Então, se eu pudesse hoje fazer uma estátua no túmulo dela, ela sentada fazendo um boneco de casca de melancia. E meu pai contando as peripécias dele. Ele sempre tinha, era um contador nato né, de tudo, tudo, tudo. as suas contradições que depois vieram à tona no futuro, mas essa, mas não festa. Meu pai tinha uma eh algum algumas normas assim que eram complicadas. Ninguém sem camisa entrava dentro de casa, não não não admitia isso eh e não não recebíamos ninguém. Porque família de italiano é meio louca. Ela Na frente da câmera pode ser tudo muito simpático, tudo muito bacana, todo mundo mais um quebra-pau, lascado. Eh... Tem passagens legais assim, tipo quando reunia a família toda para um almoço de domingo, para o macarrão e o vinho, o bicho pegava depois de uma certa altura, porque sempre tem a tia que fala assim para a outra... Você não casou. Você não casou na igreja. Aí minha mãe já tinha tomado umas também. Ah, não? Tudo bem e você.

Isso é tudo bem real, hein? A família sabe disso. Aí virava tudo, quebrava a mesa, jogava um macarronado no chão, tacava o queijo, saia chorando, batia a porta. Eu não volto mais nessa, né? E pode falar porra, né?

Bom, porra não é nada.

Meu, só tem três coisas na minha infância. A Coca-Cola, de domingo só, ou Guaraná, não tinha mais nada disso. Macarronada e frango. É só isso. Isso mesmo. E a gente era muito E não tinha doce. Tinha um doce muito legal. Cara, era uma lata desse tamanho que vinha figada, marmelada, goiabada e tinha mais um negócio que eu não lembro o que era. Puta, aquilo era o sonho de qualquer criança poder... E eu lembro da... Minha visão sempre foi muito macro, né? Ela vinha para o micro, assim, depois ampliava como uma lente de uma câmera. Então, eu lembro da do abridor do meu pai fazendo assim na lata. Aí a lata sempre no final corta o dedo, né? Sempre pega, fica um negócio assim. E aí levantava aquela lata e aquela latona, assim. Era a sobremesa. Não tinha muitas coisas. Aquela bolacha, maizena com maria mole dentro. e bolinho de chuva por isso que eu te falo, né, vanusa, a a mãe fazendo bolinho de chuva era nossa assim, minha avó também, muito bolinho coisa de gente humilde canela, açúcar e muito papo muita muita diversão, muito calor o que nos uniu foi o amor o amor nos bastou em família foi a coisa mais honesta que penso meu pai e minha mãe poderiam nos dar Minha mãe trabalhou na zona durante um tempo, porque um avô, pai dela, havia mandado, mandava, aliás, ela dentre outras histórias tantas, ela comia do lixo na zona zona do Meretricio, em Santos. E aí já se vão tantas histórias dessa riqueza. Eles passaram mesmo, deixaram embora uma vida curta, Muito breve, <coughs> como toda vida interessante deve ser, né? Curta, breve, intensa. Eles eh, tinham muito para nos ensinar e nos ensinaram muito com isso.
Eles compartilhavam assim tudo com vocês? Tudo

Nós não tínhamos pudores.

De uma forma muito natural.

Como que eles se conheceram? Como que a vida deles se cruzou
A história <sighs> a história é fantástica cara, fantástica mesmo. E E assim, um choque, porque toda a história da vida do meu pai e da minha mãe, eu só eu só vinha conhecer depois do falecimento do meu pai, quando ela veio morar comigo. Me lembro, era ele, meu pai morreu atropelado em em Conceição das Alagoas. Eu trabalhava na Prodesp, trabalhei onze anos na Prodesp aqui A minha formação, eu era operador de computadores. Fiz grandes amigos. E já morava sozinho. E quando o pai faleceu, meu pai lutou a vida toda. Tinha uma casa, nós vendemos a casa para pagar o enterro e assim foi. Sempre foi assim, muito prático na vida. Aí eu trouxe a mãe e veio morar comigo. Desculpa a pergunta, porque quando você entra na memória é é um labirinto, né?

É, então, aí ela ela contou em detalhes coisas, e ela fez a revelação da família, coisas que a gente não sabia, porque nesse ponto foi a grande dor da minha mãe, até no leito de morte, a grande dor. E eu fui portador desse segredo. Eh... Minha mãe conta que ela conheceu meu pai, ela tinha treze anos de idade, meu pai acho que tinha E eles ficaram juntos. E minha mãe sempre foi, embora não enxergasse muito bem, mas sempre foi... Não era bonita, não era nada. Ela era, para mim, muito mais que isso. E Mas ela é danada.

Filha de Lourdes ou Lázara, né? Danada. E ela sempre deixou claro isso, ativa para a vida. Eles viviam juntos e um chegou o tal do carnaval em Barretos. Ah.. Aí ela chegou e disse, Ailton, eu vou com a minha irmã, que é a tia mais porra louca que eu tive, tia Ita, que partiu também. Porra louca, ela deixava a Dersi Gonçalves no chinelo. Aquela era Com ela que eu aprendi coisas interessantes também. E aí ela pegou e disse, eu vou para o carnaval. Ele disse, não, tu não vai, eu vou trabalhar. E quando eu voltar, ela disse, eu vou, vou com a minha irmã. Não, tu não vai, eu vou. Ele falou, se você for, não volte. Ela foi e não voltou.

Pulou o carnaval. Aí passaram-se os quatro dias e quatro noites. Aí passaram-se muitos anos. Cinco anos. Eles não se viram mais. Um dia... E isso, Gilda, eu quero deixar aqui bem bem registrado para você, minha irmã mais velha. Que... Isso eu sei que foi a tua vida toda.

Foi o peso da tua vida, o que notou a tua vida, mas hoje você é avó, tem essa família linda e mesmo distanciados você sabe que né, que nós somos a nossa família, nós somos a única família, nós, eu, nossas irmãs e o pai e a mãe. E meu pai chegou, isso ela não sabe, a Gilda não contei ainda, tá? Chegou a hora. E E aí minha mãe estava lavando roupa, parou uma... Eu tenho essa foto do pai, em uma caminhonete, acho que era cinquenta e quatro Bateu-le palma, tinha uma menininha brincando assim na na porta. Aí minha mãe saiu, isso minha mãe me contou, então eu sou testemunho disso, é oral. Dizia, Zenaide, eh, ela assustou porque faziam cinco anos né, que não se via, depois daquele quebra pau. Aí ele falou assim, você tem quinze minutos para pegar a tua trouxa, pega essa menina aqui e vamos comigo, viver o resto da vida comigo. Ela não pensou dois minutos. Em três minutos ela já estava dentro da caminhonete. E viveram juntos vinte e seis anos, praticamente.

Ela nunca teve outro homem, mais nada. Essa menina chamava-se peraí peraí peraí Maria da Graça. Putz, isso é antigo, hein, meu? Gilda, você chamava Maria da Graça. Você não sabia? Ficou sabendo agora.

Aquela menina não tinha nem registro, nada. E viveram felizes.
E ela era filha do seu pai também?
Não, filha da minha mãe.

Minha mãe já estava morando com uma outra pessoa. Teve a Gilda, que provavelmente foi resultado de uma bela noite de carnaval. Com certeza. Isso ela nunca me disse, porque... Enfim...

E foi futuramente, a posterior depois, o grande... ãhn... Por isso que, pô, eu queria deixar registrado assim, eu não sei para onde eu olho, eu vou olhar para vocês que eu prefiro, melhor. Os pais devem ser verdadeiros. Meu, verdade não dói nada. O peso que a minha mãe carregou de não poder ter contado para a Gilda que ela não era filha do meu pai. Meu pai morreu e minha mãe chorava comigo nos ombros, passava... Falava, mãe, mas é uma questão de fórum íntimo. Você pode falar. Mas aí já tinha feito toda a merda. Minha irmã foi embora cedo de casa, porque toda família tem uma prima ou um primo que fala, você não é filho do teu pai e da tua mãe. Você não é. Tem alguma coisa errada. E meu pai sempre foi uma uma figura Não autoritário, mas de um... impunha respeito. Né, nós fomos criados nos modos antigos. E ele só tinha... Ele não precisava gritar, nunca bateu em ninguém, nunca encostou a mão, mas ele mordia a língua assim. Se ele fazia assim, acabou. Se ele fazia assim... Hoje, imagina, pai faz isso, né? Molecada... Bom, enfim. Se ele só fazia isso, nós todos já sabíamos o que que era. Ou então ele respirava. E a Gilda se casou muito cedo em função disso e renegou a família. Foi tocar a vida dela em função disso. Nós temos uma distância um pouco grande, né? Na época ainda fazia uma distância muito grande. Eu nunca entendi, hoje eu entendo, na maturidade, o que ela fez. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, mas da boca da minha mãe não saiu isso. Minha mãe nunca falou para ela. Eu falei para ela, nós conversamos sobre depois, bem depois que a mãe tinha partido. E ela carrega a sua dor de ter agido dessa forma que eu sei, de não ter podido desfrutar da presença maravilhosa. E hoje ela chama meu pai de pai mesmo, que é o pai dela mesmo. Meu pai Ailton é o pai. E, hoje, ela só lamenta realmente, a maior dor dela é não ter convivido com ele, né, na na sua... no começo da sua vida, na Mas, eu sei que ele segurou a peteca junto dela, foi uma grande pessoa, como ele era mesmo. Não era um pai sacana que a gente vê por aí. Tem pais sacanas, viu? Não, ele era puro.

a história. É, isso aí. Mas, você disse que aos nove anos, você você e sua família partiu para o interior.
Aí foi a grande saga mesmo. Foi difícil. Foi uma grande saga. Não difícil. Nada foi difícil. Foi... A vida é assim. Ela precisa ser vivida. De longe, ao avistarmos o que vivemos, a gente pode fazer alguma alguma... analogia sobre se, ah, foi assim ou assado. Mas no momento você não tem tempo para isso. Mas foi muito complicado. Meu pai tinha uma característica incrível. Nós moramos em doze cidades no interior, doze. Imagina, em um em um em um intervalo de sete, oito anos, nove anos, faz muito tempo, muitas pessoas. E a saga que eu digo foi que ele tinha uma perua-furgão, Kombi, ele colocou o jogo de sofá da sala... Vendeu a casa para um cara que nunca pagou aqui em Jabaquara. Se você estiver me vendo, pê meu, eu não quero receber não. Mas você não pagou, deu cano Meu pai falsificou as as as notas promissórias.

Como diz Ana Carolina né, meu dinheiro roubaram, mas eu trabalho e um outro eu vou ganhar. É isso aí. E pôs a minha avó, Doracina, que já estava doente, eu não sabia, e fomos sentados em um em uma poltrona Três poltronas dentro de uma Kombi, sem janela. Saí de São Paulo, eu nunca tinha saído daqui, para chegar em Patrocínio Paulista, depois de Franca. E meu pai cismou, para variar o maluco, beleza, de levar sete caixas de pintinho, porque era o sonho de sair de uma capital e ir morar no interior e criar galinha. Mas ele não ele levou os pintinhos, mas não levou água, não levou comida, para variar. Minha mãe fez uma macarronada, um negócio, e nós fomos sentados nas poltronas assim, atrás tudo fechado, minha avó ia na frente, cabe três pessoas em uma perua antiga, E um monte de pintinho, mas era muito pintinho. Mas muito, imagina uma caixa assim óh. E eles iam morrendo no caminho, porque não tinha água, era abafado. E é interminável a viagem, a viagem foi interminável. Mas, por isso que eu falo, nós éramos crianças e era uma aventura quando abria a porta, porque a gente não tinha o que via, não via. A perua furou o pneu provavelmente quatorze vezes, deve ter acabado o combustível tantas vezes que eu não me lembro. porque eu me lembro da gente parar e ficar horas esperando o pai voltar. Demoramos mais ou menos vinte e cinco horas para chegar até Patrocínio Paulista, um lugar que tinha um rio até hoje, o rio Sapucaí, que depois eu vinha nadar tanto nele, catar pedras, conversar com elementais. Foi complicado, mas foi a a grande, o grande, né, assim, a grande jornada da vida nossa, acho que marcou para todos nós. Ficamos, a partir daí ficamos sim. Ficamos mesmo. A partir de lá foi se se edificando todo uma um novo tempo. Né? Um novo tempo. Tanto que a Gilda casou lá, com um rapaz de lá, sempre nas imediações. Patrocínio Paulista, Franca, aí não deu certo o o o frigorífico, Aí meu pai comprou um restaurante em Franca, no Mercadão, aí eu cuidava, imagina, com dez anos de idade, eu era responsável já pelo restaurante do Mercadão, na parte da tarde, morava sem patrocínio, depois Jardinópolis, eh, Batatais, Rifaina, um monte de lugar. Vocês iam mudando? Sim. Sim, mudando, geralmente à noite, que era a tática do meu pai, porque à noite o vizinho não vê que está mudando, só punha o que podia carregar e ia embora. Se escondia? Não sei, meu pai tinha uma coisa que eu acho que todo mundo... Você já mudou?

Caraca! Você já mudou, Vanusa? Muitas vezes? Você sabe que... Você já mudou? É tão interessante. Está tudo arrumadinho aqui, não está? Aqui é um espaço, né. Quando a gente vai fazer a mudança, você desmonta tudo. Aí você começa a ver os cacarecos que você tem. Você começa a ver que é tudo cacareco. E aí você começa a carregar tudo aquele negócio. Aí você começa a arrastar tudo. Depois você começa a ver coisas que você como vivia não via. Você fala, mas para que eu quero esse negócio? Para que eu quero essa...

né. Bom...
enfim, legal. Continuar? Bora. Nós estamos falando da das mudanças, né? Vocês, assim, saindo de casa.sem internet... Sim, faz

Sempre à noite. Talvez por isso, né?

estive pensando agora, talvez porque meu pai trabalhasse muito, e só o o horarinho que ele tinha, naquele horário, né? Talvez isso, talvez estivesse devendo aluguel, o proprietário da casa não via mudar, talvez, não sei, não sei. Não sei o que levava a fazer, só sei que era assim. E óh, se deve alguma coisa, problema dele, vai lá receber no céu ou no inferno, porque eu não pago nada.
Como foi, onde que você começou a Você começou a estudar aqui em São Paulo? Não. Comecei a estudar aqui. Você lembra, assim, dos seus primeiros anos escolar?
Eu lembro da escola que da minha irmã, que era a doutora Vilalva Júnior, que era feita de era de madeira, uma coisa assim. Eu tinha festival de música, que eu achava linda, tinha uma música que eu adorava, chamava Ana Karenina, que eu vivia cantando, que era o primeiro contato meu com músicas. Eu era bem pequeno mesmo. Mas, eu assisti ela no festival, a Gilda, muito inteligente, ela é diretora de escola, sempre seguiu a a carreira pedagógica, e as filhas dela também são professoras, e ela tem paixão pela ser professora.
Tem muito pouca, muito pouca, não, não, não, não sei, não sei dizer dessa parte de escola, assim.
Você lembra da escola da sua irmã?
É, da minha... É porque É porque minha irmã me ensinou a ler e a escrever com cinco anos de idade. Em casa.

Nós aprendíamos em casa também. Então, quando eu entrei na escola, no primeiro ano, tinha que ter sete anos de idade para se fazer o primeiro ano. Não poderia entrar antes. Eu entrei no primeiro ano, eu já sabia ler e escrever. O primeiro livro meu foi Herman Hesse, O Lobo da Estepe. Eu li com nove anos de idade. Eh, hoje eu conheço pessoas de quarenta anos que não leram Herman Hesse ainda. Marcou uma geração. O Lobo da Estepe é é um negócio, momentos felizes, Sidarta, enfim. Foram os primeiros livros. E, quer dizer, eu sentava, isso é complicado, hoje não não me foge. É inconcebível a ideia de uma criança, já sabe ler e escrever no meio da turminha, que ainda está a, e, e, i, entende? Mas nunca me senti melhor, de jeito nenhum. Só ficava deslocado, que eu eu me achava que eu não era o meu lugar. porque eu falava, eu estou incomodando, porque eu não não sabia. A metodologia vista da minha irmã foi fantástica. Ela adotou uma metodologia que eu acho que é a pedagogicamente falando a mais correta. A criança aprende por convivência. Né? Aí ela vai fazendo a junção. Na minha época ainda é ô de ovo. né. I de igreja Puta, sou velho, hein? Sou remanescente.

E aí quando vocês iam mudando, vocês e os irmãos também
sempre, sempre mudamos de escola sempre a velha história, entrar no grupo, entrar e ver a nova turma e os julgamentos, disso das mudanças eu me lembro da maior a maior, a maior, essa vale a pena registrar, eu acho que vale a pena, patrocínio paulista para Jardinópolis já deveria ter quinze anos, quatorze, colegial, treze, não sei como eu te falo, não sei eu não registro isso No meu primeiro dia de aula, era o primeiro colegial, eu me lembro das dos três alunos. O Penha, de Jardinópolis, Penha, a Maria e tinha mais um que eu não me lembro. Pois bem, quando eu entrei, eu vim de um, eu sempre fui bem gordo quando era pequeno. E eu me lembro que quando você, por exemplo, se você é vesga, você acha que você é mais vesga do que você é. Quando você é careca, o careca sempre tem a tendência a achar que ele é mais careca do que ele já é. E assim vai em tudo. Quando o careca se sente burro, ele se sente mais burro do que ele é realmente. Tudo é minha concepção. Não existe verdade definitiva. É o que eu penso e me me guio por isso. Me norteio. Mas, como diz Mahatma Gandhi, estou sujeito a alterações. Daqui cinco minutos eu posso mudar de ideia. Isso fique claro. Daqui cinco minutos tudo pode mudar de ideia. Mas agora eu penso assim. Quando eu entrei no primeiro dia de aula, a Maria e o Penha gargalhavam muito, rindo da minha cara. E aquilo para mim foi a maior humilhação que eu passei na minha vida, porque eu não sabia por que que eles riam. Eu não sabia se porque eu era gordo, se porque eu vinha de fora, se porque eles eram Jacu do Brejo também, se O Penha era típico galã da escola, né, o rapaz que ganha os prêmios de esporte, que as menininhas são doidas para dar para ele, para dar beijinho, para dar outra coisa também, dar dor de cabeça. E a Maria era a Maria. Não tinha um dente na boca, mas era Maria. Interessante que viver, é presenciar isso. Eu nunca tive. Depois eu fiz amizade com eles. Mas isso me chocou profundamente. Nunca falei nada.
Isso foi em uma...
Sim, uma mudança de cidade e de escola. Eu mudei de Franca para Jardinópolis, onde está minha irmã número três, casada e mora lá. Casou lá, foi ficando, né, elas foram ficando na cidade. E curiosamente o Penha morreu. Nós convivemos muito bem tá, depois eu tirei de letra, foi muito legal. Depois me serviu de estímulo para outras coisas, para aprender a fazer abertura. de outra pessoa. O Penha já faleceu há muito tempo, ele morreu novo em um acidente de moto, se não me engano, e a Maria morreu de câncer de mama fazem acho que mais de dez anos, eu fiquei sabendo.
Sabendo, eh. Mas, eu queria te perguntar, como é fazer amigos e mudar de cidade?
Eu acho que é a perfeição. Penso eu que se dos apóstolos conviveram com Cristo em uma etapa da sua vida. Eu acho que se esse é um conceito meu e evidentemente é um exemplo daquilo que eu penso. Eu penso que conviver com Cristo vinte e quatro horas, ninguém estaria preparado para escutar os peidos dele, o mau humor dele, que é natural. Ele era um homem encarnado em um verbo divino. É... Eu acho que isso preservou as minhas memórias mais incríveis de amizade, os amigos, as pessoas. Porque quando você acompanha a decadência, e ela vem, a decadência vem para todos nós e para tudo, parece que <sighs> vão vão se esvaindo também algumas emoções. Muito simples, vocês vão entender. Quando morre alguém querido, que vivia longe, e você vai no enterro, às vezes não vai, Você sabe que ela partiu, mas para você ela continua lá. Ela mora lá em Oiapoque. Ela vai ficar lá. E a gente tem essa coisa de preservar isso, talvez para a gente caminhar acreditando que tudo vale a pena ainda, sem perder esse essa gota de esperança, né. É... Porque viver é perder, não é ganhar. Você vai perdendo pelo caminho, vai se desfragmentando, porque para você ser inteiro, é preciso que você seja o outro. Quando você parte, quando o outro parte, você parte junto. Então, quando se desfragmenta assim a história, <sighs> eh é como uma viagem de turismo, ou uma viagem qualquer, como turistas que Se você vê um jardim, eh, ele fica registrado, a paisagem. Já percebeu? Lugares que você visitou e você volta depois de um tempo, eles não são mais a mesma coisa. Então, às vezes, você não volta lá, eles continuarão lá sempre. Isso são memórias, né. É muito legal. Os grandes amigos, os mais antigos amigos, o maior e mais... preservado amigo que eu tenho, chama-se João Batista Domingues Filho. Ele é doutorado em ciências políticas e professor da Universidade Federal de Viçosa, secretário do prefeito de Uberlândia, casado com Sadora, que eu nunca conheci, só por telefone, mas o meu maior e mais antigo e preservado amigo, desde os nossos quatorze anos de idade. Nos falamos às vezes cada cinco anos. Somos os mesmos assim. Ele, enquanto discutia a teoria marxista, eu arrastava ele para subir em cima dos caminhões do frigorífico de peixe que meu pai tinha em Uberaba para visitar disco voador. Então a gente fazia o contraponto sempre, né. Aí ele Ele é um cientista político, né, tem o livro editado, et cetera. E E a gente sempre se trata de um contraponto, o Yang e o Yin, sempre, né. E a gente se norteia muito nessa amizade. Essa ficou, essa de Uberaba, onde está o meu pai, meu pai está falecido , né, está em falecido, perdão, está enterrado, o corpo dele, né. Eu sou eh, o Carlos Baccelli, é meu primo em segundo grau, que é o sucessor, o, não sei se pode se dizer assim, do trabalho do Chico Xavier. que faz todo esse trabalho em Uberaba. Um trabalho muito bacana, muito respeitado. E meu pai está enterrado no túmulo da família dos Baccelli, que é de Uberaba também. É isso, mas a Os amigos ficaram. Alguns se perderam na névoa do tempo mesmo. Mas foi muito legal, assim, e é bacana. Quando chegar em um lugar, quando quando a gente mudava para um lugar, você agrega os valores daquele lugar. Se você vai para o Japão, o mínimo que você pode fazer é comer comida japonesa. Senão você vai criar um ranço consigo mesmo e com o que está ao teu redor. Quem tem que se adaptar é quem chega. Isso é óbvio. Se você vai morar na minha casa, você tem que se adaptar com a minha rotina. Por isso, doze vezes casado, hein? Putz, vou atretar.
foi. E como era assim, que qual lazer você tinha, como eram as festas, você ia a festas? É, eu tive contato total com a

né, um uma coisa de de de circos circos mambembes mesmo, circo teatro. Circo teatro do Biriba, todo mundo conheceu no interior.

que me levou depois a fazer teatro. E tem uma coisa que fica muito muito, muito gostoso, são as brincadeiras de criança no interior, que é pique de esconder. Nada além disso, nada de shoppings, nada de lojas, nada de brinquedos eletrônicos, brincar de cabaninha, de nadar pelado nos rios. apanhar para caramba, porque nadava pelado, cabular aula para caramba, mas ao mesmo tempo cuidar da da... toda a parte cultural das escolas, né? Eu brinco até com meus sobrinhos, e eu falo, pô, tio... Olha, o negócio é o seguinte, falo para todos. Quem tira dez, esse negócio de tirar dez, tem alguma coisa errada. Porque ninguém tira Se você ficar sendo pressionado e achar que tirar dez você é o bambambam, está errado. Cola para caramba, sou subversivo nisso. Cola porque todo mundo cola, não vem com essa história. Cola mesmo, se der, claro, se levar. Agora, o sete está ótimo. Eu sempre fui aluno sete, para mim está ótimo. né. E a questão da da escola... Como eu sempre entrava no meio do ano, no final do ano, no começo do ano, e eu sempre cuidava da sua parte para para o Grêmio, a parte cultural das escolas. Então, eh tinha desfile sete de setembro né, que aliás, porra, não sei porque que inventaram esse desfile sete de setembro até hoje, eu não entendo. Mas tudo bem, vocês estão dando risada, mas é papo sério mesmo. Puta merda, eu não entendi aquilo. É para ver cavalo fazendo cocô no meio da rua. A gente fica ensaiando para caramba, a molecada adora ensaiar porque cabula aula. Isso sim, é uma delícia. Mas a gente não entendia o contexto da coisa. Vamos comemorar o tal da independência. Legal, historicamente legal, os estudiosos legal, mas... A gente não entendia. Eu gostava da... de confraternização das pessoas. Então eu cuidava de inventar aquelas histórias malucas uma vez. Fazer um carro alegórico representando a fauna brasileira. Eu catei os bichos empalhados do meu pai todo. Uma palmeira gigantesca. Eu tenho até essa foto com a professora Gleides. Legal, legal. Então dá para falar muito sobre isso, viu, mas foi muito rico. Tive contatos com grandes autores, né, tive professores mestres muito legais, tive um que me ensinou que pode se pirar a qualquer momento, o Paulão, que não sei se é vivo ainda, professor de inglês, que no meio do ano pirou a cabeça, surtou completamente. Ele levava um gravadorzinho, punha em cima da da mesa e ouvia Beatles. E a gente acabava com a sala de aula, não é. Graças a Deus, né. Detonava tudo. E ele passava todo mundo.

Em Patro em Jardinópolis, Paulão. Pirou a cabeça. Tinha a professora Cida, que era a Cidona, de português. Essas são as a as impressões que eu tenho da escola. Tá? Né que fazia caridade para a molecada mesmo, dava nota boa para todo mundo, no banheiro do colégio. Cida, você está ligado, se você vê isso aqui... <laughs> É complicado, mas muito interessante. Na verdade, ela era professora de português, mas dava aula de educação sexual na no colégio todo. A Cida era muito conhecida. Isso ficou... Acho que talvez foi o primeiro contato meu com essa coisa de sexualidade humana. Porque meu pai, por exemplo, me me falou sobre masturbação, mas não ele não tinha essa lida. Porque... não não sei. Não sei, a gente, não sei não sei, a gente aprende na escola e tudo, mas foi nessa época da Cida que você começa a perceber, sabe quando você não, né, você está se guiando pela vida e não não não se toca, de repente você fala, mas que putaria que é isso? Caramba, tem alguma coisa errada. Aí você vai ver que não é errado. Faz parte da natureza humana. Então aí cabe a você ou não a se nortear em relação a aprender aquilo que está... Algo está errado. O que me parece que ainda continua ausente em muitas famílias por estarem se omitindo em relação a isso. Né. Ah, na descoberta da dos adolescentes quanto à sexualidade.

estão sexualmente mais cedo fazendo o que o que se faz naturalmente. Não tem nada de mais cedo. Cria-se uma... Mas foi um tempo muito bom. Um tempo de... Se havia drogas... Eram umas drogas que eu nunca vi nada que pudesse dizer como hoje, né? Hoje, para chegar aqui, eu vi três caras já cedinho, fumando maconha, perto do metrô, de boa, né? De boa. Já dando baforada, assim. Eu moro no Bela Vista. Bela Vista come-se com farinha. Então eu imagino para as crianças né, para os adolescentes. Eles adotaram <coughs> adotam uma performance que não dá para entender. Eles estão dando um grito que a gente não dava. Era um grito diferente, eu sinto isso nas escolas. Hoje os adolescentes, eles têm <coughs> o foco, mas não têm a intenção. Então, fica caracterizado para mim, me confunde a cabeça, o ícone do Seu Madruga, que é muito idolatrado hoje até entre os jovens, assim, de classe média, nas camisetas. Eles pegaram, eles como eles conseguem pegar o mito né, descaracterizar o mito original e fazer uma releitura dele e já implementar. Gente, tem dê vê dê do Chaves fumando Maconha. É vendido em qualquer lugar. O Chaves, eu não sei se já morreu, o ator, mas enfim. Então, isso para mim o é são sinais, eles estão dando sinais. E a sociedade não vê isso, né. Ou não querem ver como a família que não quer ver o filho sabe, mas não quer ver que o filho é viciado, né.
na questão das drogas, Mas, você acha que as
Se acontecia, passou batido por mim, porque, por mim, a minha minha vida sempre foi uma droga, né? O ar, eu acho que sempre me deu essa essa coisa de viver, né? Nunca precisei de absolutamente nada disso, muito pelo contrário. As vezes que utilizei, sempre me inibiram em relação à sensibilidade. Então, eu sempre fui a flor da pele mesmo. E talvez por não me preocupar com isso, porque o que me traz sofreguidão não me interessa. Nunca me interessou. Então, se me trouxe peso, não me interessou. Então aí, isso não Mas não era com, sem papo de saudosismo. né. A gente ouvia falar, poxa... Eu já trabalhava na Prodesp aqui e fui chamado urgentemente para fazer uma ficha de uma pessoa que entrou desconhecida no agá cê. Eu dava plantão, treinamento no agá cê, no pronto-socorro do agá cê e eu estou falando sobre isso em relação ao que a gente estava falando sobre drogas. E isso é fato, eu estava lá, é fato, fato verídico. Ãh... Eu estava no treinamento, aquela aquela confusão que é, imagina o que é trabalhar em um pronto-socorro, em um cê. Aí o o coordenador do pronto-socorro falou, Guido, vão lá comigo que chegou um um corpo e e um uma paciente e a gente precisa fazer uma ficha. Quando chegava, acho que até hoje é assim, você leva uma prancheta como essa... Calcula mais ou menos, né, a altura, tanto, tanto, tanto, e tira E era uma mulher, meia idade, meia idade e tal. E ela estava tendo uns espasmos, assim. E eu, putz, muito jovem, acho que eu tinha... Porque eu entrei na Prodesp com dezes dezoito anos. Eu devia ter uns dezenove nessa época. E eu olhava aquela pessoa tendo espasmos, assim, e lá eu vi cada coisa, impressionante. E aí eu comecei a olhar, mais ou menos um metro e cinquenta, um metro e sessenta de altura e anotava. Cor branca... E no final eu falei, tá, e a gente põe o quê? Ele falou, põe tentativa de suicídio, né? lógico, a gente tinha que lançar no sistema. Isso é uma passagem legal, interessante, legal mesmo. Aí eu vi, aí imediatamente já me afastaram, levaram aqueles negócios lá e tal, que a gente vê mais em filme e tal, para o choque, né? Quando eu saí, eu fui lá para o sistema e lancei o Desconhecido, tal, tal, tal. Aí imediatamente virou um furdunço, assim. Virou um rebuliço. Aí chegaram várias pessoas e começaram a falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que tirar, tem que apagar do sistema, mas como? Agora não dá. Liguei para o gerente, lá da Prodesp, lá da nossa unidade, se como é que a gente faz? Vamos deletar? Eu já mandei. Sabe aquela coisa? Era MyFrame né, não tinha nada de rede de micro na época, tudo interligado, tudo no no na computador central. Virou um fuá e eu não entendi a pizza nenhuma. Fim das contas, vieram com uma ficha para substituir aquela que foi criada. Aí veio o nome da pessoa, Maria da Graça, e aí vai, vai, vai. Era Elis Regina. E apagaram todos os dados do momento. Ela chegou viva. Ela chegou viva lá, Pombas. Mas ela já estava provavelmente... Ou aquela coisa de impressão, né? De você que é leigo, não sabe se também a pessoa está viva ou não, se ela tem reação ao corpo. Mas, meu, eu eu vi Elis Regina ali nos seus últimos momentos, né. E... E depois que eu subi isso, aí eu fiquei assim e tal. Eu liguei para a Bandeirantes, pegamos o telefone lá, assim, para noticiar. Porque tinha lá um... uma indicação, caso acontecesse alguma coisa, você ligava para para para para a imprensa, né? Aí foi que a bandeirança, inclusive, que fez o, acho que foi o o o velório dela, né? Esse momento foi... A partir daí eu conheci Elis Regina, de fato. Aí eu fui procurar saber quem é Elis Regina, puta, aí... para o resto da minha vida era minha

Já teve uma coisa, isso você já tinha retornado para São Paulo. Foi.

Da onde

Continua em Uberaba.
Eu já estava em Uberaba, né?

Você veio para estudar, para trabalhar? Eu vim para
para viver a minha Aí comecei toda uma longa jornada também, mas já independente. Morei em uma pensão, morava na Rua Direita. Eu pedi transferência de uma loja chamada Casas Pernambucanas, Que meu Deus do céu, meu Jesus, que é aquilo? Meu Deus, aquilo era... Imagina, eu estava começando a ter consciência. Trabalhava em um lugar que parecia o campo de nazismo. Era nazismo absoluto. Era uma a coisa Eu não vi nem na Febem que trabalhei coisas tão toscas e bizarras do que eu vi naquilo. Nas lojas entre funcionários, entre chefias, pessoas extremamente despreparadas para organizar, para chefiar, para mandar, assim, coisas terríveis mesmo.
Foi o seu primeiro trabalho?
Eu sempre trabalhei, desde os nove anos, né, mas com meu pai, sempre trabalhando muito, nunca parei de trabalhar. Mas assim, independente foi, porque eu estava na Pernambucana de Uberaba, pedi transferência e vim trabalhar como ãh auxiliar de crédito na rua direita. Nesse tempo, até esse rapaz está até hoje lá, é um mendigo, fazem vinte e... vinte e poucos anos isso, é um mendigo que até hoje, eu chamo de atender, acho que ele atende na Rua Direita, ele punha um bife de fígado em cima da perna, ele passa a unha assim, a técnica é põe um bife de fígado cru, joga mercúrio, cromo e passa vaselina, então o fígado com com o sol ele vai murchando, parece uma ferida, é um senhor que está até hoje lá. E eu, quando eu vim morar para cá, eu ia morar na loja. Na verdade, eu era prisioneiro da loja, porque não podia sair da loja. E eu morava no último andar, onde moravam vários funcionários. Então eu limpava o banheiro, limpava tudo. Lá em cima e vivia trancado, porque de dia de domingo a porta tinha que ficar Então só tinha um buraquinho que eu passava o domingo olhando a rua direita. E esse mendigo ficava embaixo do buraquinho. Embaixo do buraquinho, assim. Então eu via tudo, porque eu ficava ali, não podia fazer nada. Então eu não via chegar segunda-feira, não tinha televisão. Foi nessa época também que o meu pai me ligava. E dizia, filho, vem embora. Eu disse, como é que você está? Meu coração está apertado. Ele dizia, não pai, está tudo bem. Mas na verdade eu não estava nada bem, porque eu estava crescendo. Então a comida, por exemplo, era <coughs> um pacote de bolacha wafer e um litro de leite. Eu me encantei com leite de caixinha, no interior não tinha. Então de manhã eu comia meio pacote e meio litro de leite, guardava debaixo da cama. A noite eu comia o restante. Todos os dias. Isso foram meses. Essa foi minha alimentação. E sempre trancado lá dentro. Aí depois foi <coughs> foi que eu prestei a Febem, a Prodesp, aí entrei pela Prodesp, né? Aí foi minha... Esse mendigo está lá até hoje, até hoje. Ele é impressionante como uma pessoa passa a vida toda enganando as outras pessoas, forjando né, e vivendo às custas disso. Esse tempo atrás, por eu morar próximo à rua direita né, eu moro na Genebra, E é onde eu quero, se assim eu permitir, todas as forças desencarnar mesmo, e que minhas cinzas sejam espalhadas pela Praça da Sé. Isso meus amigos já sabem, né. Não quero mais nada, só na Praça da Sé. Eu acho o coração que pulsa de São Paulo. A minha paixão, minha vida é São Paulo. Eu amo isso aqui. Essa coisa, a urina das calçadas do centro, o cheiro daquelas pessoas... Eu não obedeço roteiro, né? Você pergunta uma coisa, eu vou para outra, depois eu me... Não, não se preocupe. Aí desde
Desde então, você nunca saiu de São Paulo.
Putz, saí quando... Putz... Eu saí há quatorze Quando eu vim para cá, eu entrei na Prodesp e fiquei doze anos, ou treze anos, não me lembro.

Aí aconteceram muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Não vou entrar nisso, senão vocês vão
Não, não Não, é muita coisa. fazer na Prodesp? Muita coisa.
Era operador de sistemas, controlador de qualidade, operador de sistemas. Eh... Aí fiz teatro, né? Macunaíma. Depois eu fiz Célia Helena. Fui a primeira turma de Célia Helena. Estudei com Cássio Escapim, com Tudo molecada, tudo molecada. A gente pegava. Depois o Paiol com o Paulo Goulart, ene sete Bruno. Nossa, boas lembranças. O Paiol e o Macunaíma do Silvio Zimmer tinha tinham convênios, né? Então a gente... Aí montei o grupo de teatro, depois montei vários, montamos vários espetáculos assim, de de estudantes, mas foi muito legal. Íamos em rua, praça pública, sempre trabalhando na Prodesp, porque a Prodesp sempre foi a minha sustentação. Aí fiz o Marcelo Tupinambá, aquela faculdade que eu acho que nem existe mais. Se existe, deve estar em algum lugar aí, porque o dono era o Mecenas, o Rand, o Mecenas. Lá eu conheci muita gente bacana. Também fiz grandes amigos, professores. Um deles é o Maluca da Estefânia, que... de artes cênicas e história da arte, né. E... Foi uma época muito rica porque eu tenho essa esse grupo de amigos que se preservou, que é o são os remanescentes dos grupos de teatro. Já são tudo maluco. Tem a Santina, que está em, casou com o Paulo. Você já viu novinhos que se casam e se toleram? São meus contemporâneos. nos revemos e muita emoção no começo do ano depois de vinte e cinco anos nos vemos de novo de novo por que eu fiquei ausente daqui há quinze anos na minha no meu êxodo de novo para o interior aí nessa época eu estava casado E aí eu fui para Jardinópolis montar. Saí da Prodeste e fui montar o ateliê. Aí eu me tornei restaurador de peças antigas, de imagens sacras. Desenvolvi a técnica de feitura de molde de silicone e montei uma fábrica de peças infantis para aniversário. Sou muito conhecido em Ribeirão, nessa região. No meu ateliê fazíamos festas, até eu achava engraçado, porque fazia a lembrança do nascimento, olha que bacana, de fidelidade isso, né? Lembrança do nascimento da criança, depois lembrança do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí depois você não faz mais aniversário de filho, né?

Porra, eu já cheguei a fazer lembrança de noivado de casamento. Eu falei, putz... Caraca, bacana. E gerações, assim. Lembrança de quinze anos da garota e depois lembrança dos filhos de nascimento dela. Lembrança do primeiro ano, do segundo ano, dos filhos, da qual eu fiz.

Quando foi?
O seu primeiro casamento.
Meu primeiro casamento. Putz, meu primeiro casamento foi muito legal. A a a minha questão é uma questão muito muito bacana mesmo, porque a minha sexualidade sempre foi muito bem resolvida. Sempre foi muito bem resolvido, porque eu sempre eh tive muito acolhimento em casa. E o o acolhimento se dá de várias formas. Às vezes as pessoas te acolhem, em especial família, mas necessariamente você não precisa eh... Não precisa se falar sobre. E qual é o maior tabu de uma sociedade? Qual o maior tabu? Sempre foi o sexual, o sexo. né. Porque todo mundo tem uma coisa assim, como dizia Nelson Rodrigues, que eu acho perfeito, se todos conhecessem a vida sexual um dos outros, ninguém olhava na cara um do outro também, né. Porque isso é uma coisa muito de cada um e é da pessoa mesmo, das pessoas. E eu, quando já já tinha ah , não tinha nem parado para pensar isso, sobre sexo. Com
anos, não, não. Você não teve uma namoradinha, um primeiro beijo, uma adolescência?
Não, não. Passou em branco para mim a a questão sexual. Fora as brincadeirinhas de primo de de, aquelas bobaginhas assim, de de de coleguinha, mas nada, nada, não. E sua primeira namorada ou namorado, quantos anos?

que eu me lembre, eu tive uma namorada, a Rosimeire, em Uberaba, mas assim, na verdade... A idade foi logo um pouco antes de eu vir embora para cá, então não me lembro. A gente se vê de vez em quando até hoje, quando eu vou lá visitar o túmulo do meu pai, mas a minha vida mesmo só começou quando eu já morava sozinho, quando eu me identifiquei na vida algumas coisas que eu queria, Aí eu refleti umas coisas, peguei o ônibus, fui até... Meu pai já morava onde ele morreu, Conceição dos Alagoas. Abrimos um vinho, aí eu disse assim, pai, olha, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele falou, fala, meu, o que que Aí você vem embora para cá? Falei, não, não não. <sighs> Eu estou namorando e eu quero que você conheça o meu namorado. E ele pode vir aqui?

Meu pai era enorme assim, sabe? Era um troglodita doce. Aí ele falou, puta merda, você me ferrou agora.

Desse jeito mesmo. Eu falei, não, não ferrei nada. Cara, eu estou te falando porque você é a pessoa única na minha vida que eu <sighs> necessito... de que saiba sobre mim, mas ninguém precisa saber absolutamente nada de mim. Então, nisso a gente vai travar um elo, porque eu te amo, cara, te amo mesmo, independentemente de qualquer coisa, eu te amo. E estou te falando isso, eu tinha dezoito anos assim, estou te falando isso porque, eh... Parece frase feita, mas eu disse. Eu não preciso de aceitação. Eu quero que você me respeite. Eu quero chegar de cabeça erguida aqui, porque aqui é o único lugar que eu piso e sei que é meu canto. Aí ele falou, puta meu, me dá me dá um tempo, me dá um tempo aí, preciso pensar sobre isso. Falei, então está bom. Já mudando de assunto, começamos a tomar um vinho, dar risada e fui embora. Fui para um mosteiro em Patos de Minas, recomendo a todo mundo viu, vai lá você pensar um pouco sobre isso, Patos de Minas, mosteiro franciscano, você pode ir, não sei se mulher pode. hospedagem, o tempo que você quiser, indefinido. Não precisa se identificar e você ajuda. E eu fiquei quinze dias lá, vendo cantos gregorianos, observando, ajudando na horta, na cozinha, dormindo em um quartinho simples, franciscano, e, com o Frei Luiz da época, em Patos de Minas. Maravilhoso.

Fui refletir, voltei e quando eu parei para vir embora para cá, meu pai disse, tá, nem falo nada, já sei, você quer ser franciscano. Aí eu falei, puta, adivinhou. Ele falou, não, faz o seguinte, pega o ônibus e volta para São Paulo, vai trabalhar, pai. Aí eu entendi o que ele quis dizer, né? E foi quando eu falei para ele. Quinze dias depois ele me ligou e disse, está bom, isso não ficou gravado. O caboclo aí joga truco? Eu falei, joga, joga, acho que joga. Gosta de pescar, mas assim, seco, sabe? Esse depoimento é muito legal para as pessoas viverem isso, viu? Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso. Lida de frente com qualquer questão, pô. Ela é sua, vale a pena. Então está bom, então, traz aí, deixa eu conhecer. Aí foi muito legal. A partir daí eh, eu tive mais força na minha vida, né? De poder enfrentar as dificuldades, não as questões sexuais, mas as dificuldades que a vida nos apresenta. Aí lidamos de igual para igual. Infelizmente, meu pai faleceu quinze dias depois, atropelado. Então, eh, foi uma perda, uma ruptura. Foi um um rasgo muito grande, né. Porque eu louvo de ter... me entregado para o completo e ele ter absorvido isso. Porque isso me deu a força que eu sou e sempre me conduzi. Eu tenho meus pudores, tenho meus tabus, mas sou uma pessoa que eh, me norteei exatamente por isso. O nome dessa instituição, Pessoa. A pessoa é o que ela é, muito mais do que o físico, muito mais do que ideias. Pessoas são pessoas. Tem um poema do Fernando, Pessoa, que é o guardador de rebanhos. E eu sugiro que quem não leu, leia, que é maravilhoso. E ele fala de um trecho dele, em uma ode, não sei, não sou literário a tal ponto de Bom, enfim, que ele descobriu que a montanha, a flor, a rocha, o rio, as nuvens são indivíduos, eles são, não são um conjunto chamado natureza. Natureza não é o todo. Cada coisa tem vida própria. Quando você se refere à natureza, a gente tem uma tendência a englobar tudo. Então, quando você fala natureza humana, olha, você coloca tudo dentro de um pacote, como se fôssemos todos... O mesmo pacote. O conteúdo igual.

A natureza humana é subdividida em em em várias etapas comportamentais. Sejam elas de ideias, de ações. Por isso, a natureza humana ela é tão... tão ampla, tão tão difusa. Quando o Fernando Pessoa fala exatamente sobre isso, eu sinto dentro de mim, na releitura, de como leitor, que quando você fecha um ciclo, você necessariamente precisa abrir outro, porque é o desabrochar. Você me falou que está fazendo... eh. Eu estava pensando agora em uma coisa que eu queria dizer para vocês. Eh... Há muito tempo, e diga-se muito tempo, eu não tinha tempo para mim mesmo, para pensar sobre mim, sobre minha história. E me levou uma reflexão agora ali fora. Por que que isso acontece? Por que qye nós não... Não, porque acontece isso de eh... Eu estar falando tudo isso que já disse mexeu muito comigo, né? Profundamente. Aí me leva a pensar que quantas vezes alguém está falando com a gente sobre sua vida, sobre seu passado, seus problemas, e a gente não não não dá tanta atenção. E o quanto é importante para quem está falando, porque a pessoa está vivendo aquilo. Talvez a gente acaba pecando muito por não se dedicar um pouco, sabe? a ouvir as pessoas e, pelo menos, compartilhar aquilo. Uma das minhas experiências também muito boas, aliás, muito bacana né, que marcou minha vida foi ser plantonista do cê vê vê durante um tempo. Mas você me perguntou sobre religião. Eu sou espiritualista, Para me chegar até aqui, eu percorri uma longa jornada. Já fui batizado na Mesi, na Batista, na Metodista, fui coroinha na infância, fui pai pequeno de de candomblé durante alguns anos aqui em São Paulo. E hoje eu sou mentor de uma ordem que chama-se Ordem da Crisálida da Luz. É uma ordem original que tem como fundamento o espiritualismo de uma forma <coughs> eh, muito interessante mesmo. Eu sou médium de incorporação e durante toda a minha vida eu sempre tive uma companhia. Na verdade, essa coisa de de pai, quando você me perguntou o meu pai carnal foi o Ailton e eu tenho meu pai espiritual que me acompanha a vida toda seja aqui ou em outras vidas, as quais fogem até mesmo da nossa especulação enquanto estamos aqui, vamos viver aqui para que descobrir o que está do outro lado das estrelas se oque a parte que me cabe agora é a banda de cá desse lado E isso eu queria registrar para vocês por que, <coughs> e para as pessoas que me me me conhecerão ou me conhecem. E essa esse ser chama-se Ramadés do Nilo. É curioso que sempre me acompanhou desde pequeno, me acompanha e é uma um ser de muita luz assim, muita sabedoria. Meu grande companheiro, que sei que esteve comigo desde o berço e até o último suspiro, neste plano ele vai estar. Que já conversou com muitas pessoas. Durante uma uma fase da minha vida, hã, que é muito recente, eu realizei muitas palestras, né? para muitas pessoas hã, fazendo atendimento em relação a exatamente isso que eu estava me reportando no começo agora dessa reflexão que eu tive lá fora na verdade um esteio dentro dessa complexidade do que é um ser, né. Encontrei todos os ah... Isso me toca profundamente porque é a minha essência pura, é o que mais me interessa. Eu nunca me encantei por absolutamente nada na vida. Eu sempre me encantei pela alma humana, a alma das coisas. E minha vida se norteou por isso. Quando você me falou sobre escolas, as escolas que eu passei, eu não tenho registro a não ser a impressão humana. As outras coisas eu não não acumulei. Como não acumulei nada do que eu tive, eu não sei o que eu tive. Não sei se isso é certo ou errado, mas esse sou eu. <sighs> Eh... Essa oportunidade que eu tive na vida de sempre conseguir enxergar naturalmente as coisas além do que elas aparentam ser nas pessoas, nos fatos, me deram uma sensibilidade muito grande quanto à pequenez de tempo que a gente tem nesse plano. O plano que eu digo, isso não é religião, é uma questão de filosofia de vida, é tudo muito breve. Os amores, as dores, tudo muito breve. Eu me lembro de palpitações que tive em amores que estavam moribundos. E eles são similares à palpitação que a minha mãe teve com câncer no leito. São iguais. Nós somos tão perfeitos que nós temos a a sensibilidade de captar quando algo está nascendo está florescendo e está morrendo. E é quando vem à tona realmente quem O idealizador do teatro da crueldade, que é António Artaud, ele e me lembro muito bem disso, ele coloca que hã, o ser humano só é verdadeiro na dor. No amor ele é dissimulado, na alegria ele dissimula, mas na dor não. Quando dói, dói mesmo. Quando a gente se entristece, a gente se entristece mesmo. Quando você dá um grito de alerta, você dá um grito mesmo. E é remanescente lá do primitivo, o instintivo. Eu sempre compartilhei da ideia de que memórias, por isso, dar um depoimento sobre mim mesmo é é é bem complicado, porque as memórias, na minha concepção, Mesmo, é elas enquadram tudo que você viveu, tudo que eu vivi. Por exemplo, eu sonhei um dia em ter... Qual era o meu desejo maior? Parafraseando Macabea, o meu desejo maior era ser datilógrafo, era ser auxiliar de escritório. Você pode acreditar, eu nunca consegui sentir... Ou ter a necessidade de ser um doutor, por exemplo.

se isso, era ingenuidade, ou...

Não sei. Guido, falando nisso assim, de profissão. Conta um pouco da sua profissão, o que é que está fazendo hoje. Hoje? Como foi que isso aconteceu para você chegar a isso?

Eu trabalhava na Prodesp aqui, aí eu saí, fui embora para Jardinópolis. Lá eu não sabia o que fazer e sabia ao mesmo tempo que eu queria estar junto da minha mãe e da minha família que tinha ficado para lá, minhas irmãs. Então fui retomar né, uma etapa da minha vida que tinha ficado para trás. Aí montei um ateliê Pintei muito, muito, muito, muito mesmo, né. Muitas telas, muitas telas, muitas telas. Sempre sobrevivi do meu trabalho de arte. E, para mim, a arte flui naturalmente, sem convenções. Então, a arte que me que pagou meu arroz, meu feijão né, minha, enfim, minha vida, que manteve, sempre fluiu naturalmente das necessidades das pessoas. Então, se eu quero isso, eu sempre atendi uma senhorinha... que chegava com uma Nossa Senhora da Aparecida desse tamanho, de plástico, e falava para mim assim, isso eu nunca vou esquecer, ãh, você pode restaurar para mim? Muito simples, ela nem sabia o que era restauração. Aí eu, poxa, claro. Aí punha assim a minha mesa, e chegava um padre de uma catedral e dizia, eu quero uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de dois metros de altura, da mesma coisa, da mesma forma. Como eu vivo tudo intensamente, eh, nessa etapa, foram quatorze anos, eu estudei a vida dos santos, porque quando eu restaurava as peças sacras, eh eu precisava saber quem que era aquela lá, Santa Bárbara, por que que ela estava com aquilo, por que que Santa Catarina, por que que Santa Teresa d'Ávila, por que que Uruiatamba... Por que que Santa Baquita só parece um busto assim? Por que que Perpétuo Socorro Por que Nossa Senhora do Carmo tem um um um um pingente na mão e o menino Jesus? E por que que tem imagem?

Então... e eu colocava minha... eh toda essa verdade minha edificada no que eu buscava em cima daquilo que eu fazia. Então isso sempre foi uma coisa muito positiva.

Você trabalhava com artes plásticas. E por que que você escolheu trabalhar com restauração de obras
Não, a vida nos conduz. Você pode se fo se formar veterinária e pode trabalhar de garçonete ou vice-versa. Pode ser até uma executiva, pode ser o que for, sei lá. A vida te conduz. Acontece tudo na vida desde que você permita. Então eu permiti, com certeza. É a busca de uma realização, né? Claro, faz parte, né, da arte, né, a arte a arte, de modo geral, é tudo. Então você desfragmenta ela naquilo que você tem aptidão. Dentro disso, eu fiz coreografia para banda de de rock, de abertura de show, cenários, né, para apresentação de espetáculos. Mas tudo...

Tudo muito anônimo. A minha realização profissional sempre foi, eu sou de bastidores, eu gosto disso. Eu gosto de cozinha, de uma casa, né, eu acho... nossa, me dá tesão isso. E romper isso, depois caminhar, seguir uma linha e vai fazendo isso. Vai fazendo um rebuliço na tua vida. De repente você não percebe profissionalmente, você está fazendo uma coisa que você não imaginava que você ia fazer. E a vida te conduziu e você se deixou levar. Então, uma coisa pré pré-concebida, tudo que é pré, né? Pré-conceituada, pré-concebida. Então, a vida vai te Nós somos um barco. Esse Isso é o que eu poderia traduzir profissionalmente. Quando houve a morte da minha mãe, uma ruptura, Eu parei tudo, fechei o ateliê, parei tudo.

Porque eu não conseguia olhar para a minha bancada de pintura. Minha mãe ficava até o último tempo, assim, ela chegava muito pouco, ela ficava assim na pecinha, pintando assim. E a gente dava risada, muita risada, e ela continuava contando suas histórias. Eu me via dentro do ateliê olhando sem dinheiro, sem nada. Não, não, não. Sempre ajudei todo mundo. Sempre fiz pelas pessoas. Eu não tenho nada. A minha bagagem é o que eu que eu sou. É com ela que eu parto. Caixão não tem gaveta, né? Já dizia o sábio da televisão brasileira, né? Caixão não tem gaveta. E a profissão foi foi se caminhando, assim, foi se direcionando. Uma vez eu nunca esqueço que eu me emocionei muito, assim, solitariamente, ter uma procissão manual que sai na cidade de Jardinópolis, que é a cidade de Bom Jesus da Lapa, e saem aquelas imagens. Isso ainda existe, viu? Em todo lugar do Brasil tem internet, tem pessoas que estão cagando e andando para iPod, para tablet, para monitor ele cê dê, estão cagando e andando, literalmente. Tem pessoas que são maravilhosamente felizes sem ter conhecido essa luz elétrica. E eu conheço isso. E uma vez eu estava parado assim, saí do ateliê, já era tarde, para variar, sempre sujo de tinta, e a procissão ia passando, e eu falei, ah, vou lá. Porque tem coisas que são especiais para mim, que eu as elejo especiais. Estar aqui para mim é muito especial hoje. É mu é um momento muito importante, muito especial.

Tudo que é meu é muito especial. Porque eu só estou lá porque eu quero estar. Isso eu sempre fiz. Nesse dia eu estava em uma esquininha e passam, são quatorze ou quinze andores. E vem romeiros de de toda a região. É muito famoso mesmo. E a procissão é longa. Muita gente. E eu parado, encostado em um coqueiro, assim, olhando, eu... caiu minha ficha, assim. Caiu minha ideia, assim, sozinho. Puta, todo o andor que passava tinha passado pelo meu bisturi. Todas as imagens. Todos. Eu me lembrava de Nossa Senhora das Cabeças, quando ela passou e ficou na meu ateliê. E eu fiquei ali fuçando dentro dela e restaurando tudo, tirava o olho, punha, sabe? Tudo, desde a menorzinha, Nossa Senhora de Aparecida, São Benedito, eu fiz a cuia que vai, sabe assim, tipo e dez mil pessoas andando atrás, e você fala, putz, caraca! que é um viu é prazer profissional. Você saber que você... Teve um fato curioso. Eu fiz a réplica do Bom Jesus da Lapa da cidade, que é muito cultuado, muito venerado. E a réplica, a original, ficou na minha casa durante muito tempo. Eu fiquei, eu acho que três meses fazendo a réplica, que ele está lá no mesmo lugarzinho. E esse fato é muito curioso, muito legal. Saiu na imprensa que o bom Jesus da Lapa tinha sido raptado, sequestrado. Sequestraram a imagem de bom Jesus da Lapa de Jardinópolis e cortaram o pé e mandaram para o padre pedindo resgate. O Bom Jesus da Lapa fui eu que fiz. (linpa garganta) que sequestraram o original, não, o, a réplica. O padre veio falar comigo, falar ó, aliás, o padre já foi, que a Terra lhe seja leve. Ele era muito chato e falso, como muitos que eu conheci, muitas pessoas artificiais, têm uma passagem muito complicada quanto a isso, mas é fato, foi vivido.

E ele não pagava o resgate, por quê? Por que era uma réplica. Mas, olha que miolo mole, eles sequestraram a imagem de bicicleta, que posteriormente eu dei aula dentro da FEBEM para um dos meninos que sequestrou. que ele não sabia que era o que tinha feito. E a gente, uma vez, em uma aula, eu conversando, que eu levava uns trabalhos para a gente fazer e tal, aí eu disse, ah, então, eu tenho uma, um um Bom Jesus da Lapa e tal, ele falou, pô, senhor, foi o senhor que fez, pô, eu que fiz aquela fita lá e tal. Você está brincando, meu? Mas, cérebro de anta, que miolo! É, foi mal, não sei o quê, abandonaram, né, porque ninguém queria, queria. Ele é enorme, é desse tamanho aqui, Depois ele veio para me se para me restaurar de novo, aí eu refiz o pé. Mas e eh eu só dei esse esse essa passagem porque isso me tocou muito profissionalmente. Eu se eu vi como era grande o meu trabalho. Para mim, às vezes a gente se sente muito deprimido no trabalho porque você fica esperando o reconhecimento de alguém, alguém dito superior, que possa dizer, putz, ó... você está demais, você está demais, Vanuza. Putz, meu, que que eu faço aqui do Museu da Pessoa sem você? Que que eu vou fazer sem você? E você fica aguardando aquilo e aquilo não vem, cara. E aí vai te frustrando a tal ponto que você sabe que você tem o melhor para dar de si. Mas você quer saber a verdade? Dentro de uma relação, seja ela qual for, por mais que a gente saiba que a gente tem muito a dar, chega uma hora que não tem mais estímulo para isso. Aí ela vai... É o processo que eu me referi de morte. Está morrendo. Naquele momento eu vi que, putz, acho que eu tinha chegado para mim sozinho, assim. Anonimamente algo que para mim foi fantástico. Então eu gozei mesmo, gozei. Nesse momento eu passei a fazer peças infantis. Aí eu comecei a criar peças infantis, porque eu gosto muito de criança, de animais, plantas. Isso para mim é a bênção da natureza divina. <coughs> E aí eu comecei a criar para aniversários infantis e faço até hoje. Não tenho mais nada, mas eu posso criar qualquer coisa em qualquer lugar. que é o Sherek dançando pagode, é comigo mesmo, já crio, a gente já reproduz, põe na mesa dos teus filhos um monte de Sherek, tudo lindo, sem pagar royalty. Tem essa de pagar royalty para ninguém não. Eh... Então, aí ah fechei o ciclo do do do religioso, do sacro, né, sacro, vamos colocar assim, e me especializei nessa infantil. Aí eu curti mesmo, porque é uma coisa que eu gos sempre gostei, né, de filmes, desenho e tal, Até fechar isso e ir dar aula na FEBEM. Aí eu fui, me me tornei um arte-educador. Na verdade, não me tornei, descobri que eu era arte-educador. Aí fui pesquisar sobre. Tudo que eu vou fazer eu pesquiso antes, para me informar cada vez mais o que que é essa área. Descobri que a arte-educação é um engodo. Pode pensar o que for, podem falar o que for, é uma mentira. Muito cacique em uma tribo com pouco índio. Os eruditos da pedagogia. Pedagogia é algo, quem fez pedagogia, que é assustador. Tem livro para tudo,

Para te dizer como você vai fazer. Como você vai dar aula. Só que esquece-se de um detalhe. Estão cagando e andando para o professor dentro da sala de aula. A lida com a pessoinha que está ali, ou pessoona, né, porque espírito gera... Corpo gera corpo. Espírito é criado por Deus. Essa é minha concepção de vida. O espírito não engravida. Não tem espírito grávido, né. O corpo.

A relação é ali, papum, né? Não adianta nada você estudar, se se tornar um erudito em pedagogia, você chega ali, tá, teu aluno eh está com dor de dente. É, e aí?

Onde está escrito no livro isso? Você está falando da capitania hereditária? Ele está com dor de dente. Então, eh, profissão, quando você me perguntou lá, eh eu esqueci seu nome, você acredita nisso? Mariana, me perdoa, viu? E o seu mesmo? Adilson? Mariana e Adilson. Olha como eu gravei Vanusa, porque eu fiz um comentário do nome da Vanusa e ela fez um comentário sobre o nome dela e sobre a sua impressão do nome e me registrou. Você viu que legal? Mariana, né? E Adilson.

E aí fui, descobri que eu era arte-educador. Arte-educador, que legal. O que educa... através da arte. Que show! Vamos ver o que é arte-educação. Puts! Puts! A literatura da arte-educação, que loucura! Uma realidade completamente afora da questão ao qual eu estava me dedicando. A arte-educação é voltada para a as pessoas de um convívio, entre aspas, normal. Não há para adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Não existe. Então, tinha duas formas, e eu tenho eu tenho coragem de dizer isso, porque eu sempre disse isso, às diretoras que eu trabalhei das unidades da FEBEM, que sabem disso, em especial a minha querida ãh, da unidade Rio Pardo, de Ribeirão Preto, que ãh agora estou... que tem pessoas maravilhosas trabalhando, a Cacilda, que é coordenadora pedagógica, maravilhosa. Me fugiu o nome agora da diretora, que é meu minha referência, assim. Foi sempre minha referência. E que foi afastada por por toda a máquina que existe lá dentro, assustadoramente. Uma máquina assustadora. Não é a máquina dos adolescentes, é a outra máquina.

Aí você vê. Tanto que quando entrou um Instituto mamulengo, o meu coordenador de artes plásticas disse assim, Guido, o mote da da das férias, dos cursos de férias, vai ser reciclagem. Disse, tá Reciclagem. Puta, cara, Genial! Eu nunca vi algo tão genial. Reciclagem. Reciclagem do quê? De papel? De lata? Em uma discussão de reunião. Isso já estava na minha profissão qual? Nem lembro mais, né? Reciclagem. Ensinar os adolescentes internos a reciclar o lixo. Cara, eles comem lixo. Quer maior reciclagem do que essa? Aí eu mudei o o tema. Eu disse: eu vou fazer um projeto, então. Vamos falar da, em vez da reciclagem do lixo, vamos acrescentar uma outra palavra. Reciclagem do lixo humano. Vamos tentar reciclar pessoas, pô. É fora do contexto, cara. Você quer o quê? Fazer uma árvore de Natal de garrafa pet, pô? Ninguém gosta de árvore de Natal de garrafa pet. Vai me me dizer alguém que adora. Mentira. Mas adora fotografar, cara. Para falar que está fazendo arteterapia. Mas ninguém discute nada. Questões referentes à coisa mais importante. São pessoas. Entendeu isso? Entende o que eu estou dizendo? Essa é minha trajetória profissional. O meu projeto ainda existe, embora não esteja lá mais. Chama Metamorfases. Que era um projeto que foi se alongando em discussão dentro da cela. Que eles não gostam que chama de cela, mas isso é cela. Nós discutíamos sobre questões. Como vamos nos reciclar? Com o adolescente... Tinha um adolescente que me marcou muito. Ele ele era muito... O primeiro dia meu de aula, eu tenho ah... E isso é tudo ligado à profissão, tá? Eu fui jogado em uma unidade de sertãozinho que fica no meio de uma mata. Lá os seguranças comem lagatiú. Vocês sabem o que é lagatiú? Lagatiú parece um jacaré. É um lagarto grande que tem muito no interior de São Paulo. E eles faziam isca com anzol para pescar o lagatiú. Pegava da muralha assim e fazia um churrasco lá dentro desse lagatiú. Eu não vi, mas disse a lenda lá. É fato. E rolavam também outros churrasquinhos e outras coisas. Mas era um local totalmente inóspito. E eu, primeiro dia de aula, noturna, no meio do nada, eu viajava sessenta quilômetros de carro, no meio do nada, lá no meio de uma mata, assim, a unidade sertãozinho. E são, é considerado lá, é chamado de de jardim da infância, porque são os mais suaves, né? Os mais novinhos.

Interessante. E eu me lembro do primeiro dia, vou falar como profissão, arteeducador, a minha coordenadora disse tudo o que eu precisava ouvir, menos o que que eu tinha que fazer. porque é mais ou menos assim que funciona na FEBEM, para quem dá aula. Deve ser em outros lugares também, não sei, mas eu vou falar da minha experiência na FEBEM, que é a minha última experiência. Me jogaram dentro de uma cela, que não tinha mesa, porque não tem mesa, e eu com um monte de... com uma aula preparada, né, para falar sobre renascimento, sobre... Aí todos em volta de mim assim, me cheirando de cima e embaixo, Primeiro dia, de noite, o o... eu esqueci o nome da, daqueles que ficam no pátio, esqueci o nome, você lembra? É, pois bem, a gente. O agente me trancou dentro com eles, do refeitório, passou o cadeado desse tamanho, faz, me trancou e foi embora. Eles me rodeavam e bufavam na minha nuca e me olhava de cima-embaixo e tinha o Bruno, era negro altão, assim, já já reincidente. Depois eu vim dar aula para ele lá no Caldeirão do Diabo, que é o dos reincidentes dos reincidentes, né, que eu adorava dar aula lá, que é Me chegou e disse, então, senhor, esse foi o meu primeiro dia como profissional de arteeducador. Então, senhor, o negócio é o seguinte, o senhor pinta o diabo, já era bem de noite, assim, esse som, e todos sem nada porque eles não podem fazer nada, como é que você trancafia uma pessoa e não dá nada para ela fazer? Ou ela enlouquece ou ela enlouquece quem está com ela, claro, é da natureza da pessoa, de nós, nós nos enlouquecemos E tinham mais ou menos, acho que quinze ou vinte. E eles todos me rodeando, me rodeando, fazendo umas perguntas, que eles têm uma gíria também muito pesada, né? Sempre pergunta, rola pergunta íntima. Eles são donos da situação. no pátio, dentro da cela, ou da sala de aula. Eu dizia que cela da onde eu vinha, lá dentro era outra coisa. Cela eu conhecia tantas pessoas que vivem presas mais do que eles, presas em suas ideias que já estão mofadas e continuam tocando a vida lá fora igual zumbis. Eles adoravam, entravam em delírio, né? E a minha experiência exata e registrada é que eu disse assim, puta, eu suava frio e falava, meu Deus, eu tinha aquela concepção, é tudo bandido aqui, assassino mesmo. Ferrou, eles vão me matar aqui, eles vão me dar de espancada mesmo. Eu disse assim, tá bom então, então vamos fazer o seguinte, e todos em volta de mim, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar uma história para vocês, tudo bem? Ah, não sei o que, eu quero saber é das mina, eu quero saber, tem um rap... É o seguinte, rapaziada, vamos lá, estou chegando, eu vou contar uma coisa sobre o diabo, tudo bem? É, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo... E é curioso, viu, quando você trabalha em uma instituição assim, você acaba agregando não só valores, como você toma parte. Parece aquela síndrome de Estocolmo. É uma coisa muito doida. Muito doida. O governo devia estar muito em cima disso. Quem trabalha, você fica enraizado. É uma outra cultura. É outro mundo. É outro mundo. Se fala de outros valores, eles se olham de igual para igual. Se você, no primeiro dia de aula, e isso eu vou deixar... Olha, para quem for trabalhar com pessoas que vivem em reclusão, olhe nos olhos de fato. Precisa olhar nos Eu até ensinava para eles a técnica de olhar nos olhos para o tímido, porque a maioria é tudo tímida. A técnica é simples. Se você tem problema de de de Supera isso. Olha para a pessoa aqui. Você não precisa olhar direto nos olhos dela. Olha aqui que ela vai ter a impressão que está olhando dentro dos olhos. E não está. Eles adoravam essa aula, adoravam essa aula. Essa é a aula inicial. E disse assim, tá bom. Então vamos falar sobre o diabo ou sobre o capeta. Aí eu entrei dentro da questão. Diabolos. O ícone. O mito. E fui desmistificando todo ele. E disse, tá bom, então vamos pintar o diabo a partir dessa aula. Só que assim, tá valendo, menos diabo vermelho, tudo bem? Cada um criou o seu diabo, menos da cor vermelha. Então teve diabo colorido, azul, verde, vermelho, amarelo. Quando eu entrei na Febem, eles pintavam, o que eles mais adoravam era pintar um diabo, ou desenhar, sempre, em todo lugar, um diabo com a cabeça de Cristo e uma espada, assim. Quando eu saí da Febem, eles pintavam florais. Eles pintavam cor de rosa, que é que é a cor proibida na FEBEM. Preto também é é proibido, mas rosa é proibida.

Eu dizia, pá Cor rosa. O preto por uma questão de normativa de de segurança, né? Cartolina preta, por exemplo, um menino fica em cinco minutos, ele constrói uma arma preta, de de material preto, de sabão, então sabão, então, eles rendem. De noite, você não sabe o que é, né? Eles não pegaram aqueles filha da puta, pegaram... Apareceram um dia a minha turma toda tatuada. Aí a diretora, Leonora, e Leonora, adoro a Leonora, cara. pô, eles se tatuaram. Aí eu chamei a rapaziada e disse, vocês estão querendo me ferrar mesmo.

Como é que vocês fizeram isso? Ô senhor, foi mal. Não, o negócio é o seguinte, eu só quero saber o seguinte. Não é nem quem foi, como foi feito, porque isso é um trabalho artístico, né? Preciso saber.
Tatuar.
tatuar a pele eles tiraram a tinta um pouquinho da tinta dos aqueles xadrez eles são terríveis terríveis assim criativos pegar a vassoura de piaçava aquele fiapo da vassoura de piaçava da tia da limpeza Com a vassoura de piaçava e a tinta xadrez, fizeram tatuagem. Agora vai todo mundo para a tranca de novo, né? Outra coisa que fala-se que não tem, mas tem, né?

Quem sabe, sabe que tem. Já dei aula em tranca. Já dei aula para garoto que está internado, que come bosta, esfrega assim na na cara e fica assim, Não há uma preocupação quanto a isso. Tem pessoas assim, muito importantes, muito assim, importantes não, pessoas que são que têm uma luta muito grande para cuidar dessas crianças, desses adolescentes, mas infelizmente o Estado não cuida dos que têm problemas mentais, eles estão misturados juntos e sofrem muito por isso. São jogados mesmo. Só que eu sempre aprendi como profissional a não misturar as coisas. Então, rapaziada, já que estamos aqui, vamos viver esse momento como pessoas. Ah, senhor, hoje eu estou muito chapado, hoje Chapado, para quem não sabe, nós ficamos chapados e não sabemos a denominação. Chapado é quando você está de saco cheio mesmo. Sabe quando, Adilson, você fala assim, você acorda e fala... Será que eu vou para a faculdade, ou vou para o museu da pessoa, ou vou dormir, ou não vou fazer nada? É chapação que chama. E, aliás, eu gostaria muito e pretendo, não sei se vou ter tempo, de escrever sobre isso, porque é uma catarse dentro. Eu não sei se alguém já fez esse estudo, mas para os os educadores é importante que trabalhem com situações de risco como essa, com pessoas que cumprem medidas socioeducativas. Penso que, eu não participei de nenhuma rebelião. Lá houveram muitas rebeliões, rebeliões muito complicada de casos registrados mesmo de você é a tia educadora e eles adoram você. aham, tudo bem. Mas na hora da chapação, a primeira cabeça que rola é a sua. Eles cortam e jogam futebol no pátio. Sem problemas. Eu tive depoimentos de garotos, alunos meus, que diziam, senhor... eh... a gente começava. Eu levei tarô para a gente jogar, mostrei os arcanos, como é que é. Eu fazia isso mesmo. Vamos ouvir funk, vamos ouvir rap, mas vamos ouvir também clássico, Monserrat Caballé, vamos ouvir Enigma, vamos conhecer Super Tramp, vamos ouvir isso. Como que você faz para lidar com adolescentes que estão com o hormônio à flor da pele? Tesão absoluto, trancado. Você tem filho? Você tem filho? Alguém de vocês tem? Imagina um sobrinho seu, uma sobrinha sua, a gente mesmo, né? Trancado, com hormônio, tudo produzindo, produzindo. A energia sexual é a energia mais poderosa do corpo, né? E isso tudo tem que ser contido através de trabalhos sociais, educativos, pedagógicos, que seja. A preocupação é tanta que eu vejo que no final não vira nada, fica tudo uma coisa só. Então eu fazia o possível melhor. Fui chamado muitas vezes pela diretora para conversar com as mães. Pintei um quadro a pedido, com o maior prazer, para uma mãe pagar a dívida com os traficantes. para que ela vendesse eh, em uma comunidade. Eu fiz, eu pintei para ela, para que ela pudesse pagar, porque o o o Amauri, quando saísse de lá, estava jurada de morte já. Conheci o Hernandes, que ele era um moleque feio. Eles tiravam o maior sarro dele. Aí eu começo a falar disso, aí eu me transporto na na linguagem deles. É impressionante, não tem jeito. Ei e ele ele era rejeitado no começo por todos. E como eu dei aula, sempre estava lá todo dia, ele foi crescendo. Ele se tornou um voz, se tornou um líder. O Paulinho, puts, eu não vou falar sobrenome, mas o Paulinho, conhecido como Kikiu, ele era um é um menino totalmente retraído, pequenininho, baixinho, retraído assim, sobrancelha emendada. A mãe dele, uma doçura evangélica. O Paulo, ele era o rei da macaquinha. Macaquinha é metralhadora. Ele distribuía metralhadoras por toda a região. E ele era assim, sabe?
Comigo, ele falava assim... É e assim, qual é a maior lição, a maior...
assim que você deve. Ah... Eu gostaria imensamente mesmo de deixar registrado o que eu passei. Passei não por uma multidão, eu passei pelas pessoas que foram mais importantes na minha vida. As pessoas que estavam do meu lado foram as mais importantes e aqui ainda estão. Eh... A maior lição é que a vida é muito curta e que perdemos tempo demais com coisas muito pequenas, mas muito em função de daquilo tudo que a gente não percebe e acabamos trazendo para nós valores que não são nossos. E a gente agrega esses valores como se fosse verdade definitiva. E a vida se torna um emaranhado de coisas que você toma por verdade absoluta, nem aquilo que você acredita ou nunca acreditou. Por osmose você traz aquilo Conheci pessoas incríveis, pessoas ordinárias. Parafraseando o nosso amado poeta, não desejei mal a quase ninguém, mas desejei mal sim. Não sou bonzinho, nem mal, nem bom. Sou pessoa. E o fechamento de minha vida acaba se dando porque... No final desse desse relato, depois de tudo que a gente conversou, eu percebi que, eh de uma forma mais... Mais veemente, eu passei pela vida. A vida não passou por mim. A vida vai continuar. As pessoas vão continuar. As coisas vão continuar. O sistema, isso é um termo da minha época, de adolescente rebelde, o sistema, nem se usa mais isso, né. Sistema agora é de de de é office, sistema. Mas o sistema ainda é o mesmo Os ídolos são raríssimos. E quando a gente vive e atinge a maturidade, a gente descobre que nós temos muito mais perdas mesmo do que ganhos na vida. A bagagem que a gente leva é aquela que a gente consegue carregar. Ninguém é dono de ninguém. Não existe verdade definitiva. A vida, ela é por si só, vale a pena, desde que seja vivida com intensidade, responsabilidade e respeito a si próprio. E e que não é defeito nenhum não se recordar das coisas. porque talvez a alma já esteja se preparando para dar, ah, atenção a questões muito mais relevantes. Nem tudo que foi passado seja é tão importante nem formativo do que você é no presente. Penso eu, tudo que eu digo é o que eu penso. Coisas que marcaram, coisas que não marcaram, Vale a pena ressaltar uma experiência, e eu quero deixar registrado para a minha família e para os meus amigos, que é uma experiência minha única e que não me não me deu, talvez, referência nenhuma em relação à minha sexualidade. Mas... Eu me lembro de novo, morando em uma cidade nova, Patrocínio Paulista, nove anos de idade, isso eu lembro muito bem, nove é o número meu, e <coughs> fui abordado, eu estava em uma estrada com um gravador gravando sons de passarinhos, uma criança, chuva, e eu gostava de ouvir isso, como gosto de música assim. e um carro parou, era um senhor, e ele falou que me levava até a cidade, eu ingenuamente entrei, e ele começou a passar a mão na minha perna, isso é eu eu é uma coisa que me acompanhou e ficou oculto, E agora Maduro veio à tona. E eu uso muito como referencial isso para que, se você tem eh uma criança, quando passa... Bom, enfim, a cena foi que ele começou a passar a mão na minha perna, a falar umas coisas e eu não entendi o que era. até que eu comecei a ficar em uma situação limite, porque a cidade não chegava, era uma estrada de terra, eu abri o carro, a porta do carro andando e me atirei em um em um despenhadeiro que tinha assim de de terra e o cara foi embora. E eu me sujei todo, nunca contei para meu pai, nunca contei para minha mãe, embora não tivesse acontecido nada. Além dessa violência que foi explícita, essa essa esse abuso explícito, de de verbal né, falava coisas que eu não entendia. Mesmo porque no começo do relato eu disse sobre a minha sexualidade, eu sempre fui muito tranquilo em relação, sempre foi muito natural. Então, e e nada precoce. Então, esse abuso que pessoas pseudo-intelectuais, pseudo-maduras, pseudo-pseudos, são pessoas pseudo. Essas, se tem essa índole, elas estão por aí. Cabe a nós, com a sensibilidade, captar essas pessoas, excluí-las, execrá-las do convívio, daqueles que a gente ama, e apontá-las mesmo, sabe? Tu é hipócrita mesmo. Eu não lido com hipocrisia e falo mesmo. Você é hipócrita? Se você é hipócrita, aria. Isso eu aprendi com os meus queridos mestres, alunos da Febem. aquilo que incomoda eles, ou eles matam, ou eles tocam. É muito simples. Se os valores que estão agregados a você, próximos a você, e eles não contribuem em nada para você, meu, acabou, já era. Tchau.

Segue o teu caminho. Por isso que, acho que eu me guiei sempre por vários caminhos, né? Mas sempre em uma retidão pessoal. Então, cheguei aqui com essa lição mesmo. E vamos estar atentos, né? E E quem estiver me vendo, me ouvindo, eh, esse é um cara que viveu tudo que você possa imaginar. Viveu intensamente todos os amores. E ex-amores também são amores. Portanto, amei todos, todos, todas as pessoas que eu amei. Todos são amores, estão no ralo. E os amigos, né? Quando os amigos partem, eh, pô, amigos são amigos de fato. muitos partiram. O ser humano tem uma doença, chama-se licantropia. Não sei se o ovo ou a galinha nasceram primeiro, mas a licantropia todo ser sofre. De dia o homem e na lua cheia o lobo. Ãh Quando você aprende a conviver com os dois, todos somos, né? Hermann Hesse, o lobo e o homem, quando nós aprendemos a dosar os dois, Não precisamos matar nenhum nem outro. O lobo pode conviver pacificamente com o homem ou em conflitos, mas é necessário a convivência, que um conheça o outro. Aí sim a gente consegue ser, pô, pelo menos, verdadeiro. Agora, agradar,

é isso aí, obrigado. Só uma coisa assim, que estou com curiosidade assim, que você têm falado bastante, É que eu estou sentindo que você está assim, se despedindo o tempo inteiro. Isso mesmo. Falando de morte.

tem algum motivo real que esteja te... Tem, claro.
Da vida não.

me registrando a minha passagem. A gente se despede todos os instantes. A concepção que que eu tenho... O fruto, quando ele amadurece já no tronco, quando ele é colhido na árvore, a partir dali ele começa o processo degenerativo. Ele começa a apodrecer, sofrer o seu processo natural.

ser consumido pelos micro-organismos. Quando nós também somos colhidos do ventre, nós vamos amadurecendo como, por isso diz-se amadurecer, a gente está envelhecendo como fruto e está caminhando. Todos nós temos um motivo suficiente para nos despedirmos a todo instante, porque a passagem é muito é sutil. E a linha tênue entre estar vivo na carne e estar vivo em outras esferas, ela se rom, ela é muito tênue, ela é muito, ela é frágil. Eu não tenho nenhuma doença, se é isso que você quer saber, ou algo que possa me levar a supor, ou então constatar. Eu sei porque eu sou aquilo que eu acredito. Alguns preferem terminar as obras para registrar sua passagem. Esse depoimento para mim é a maior obra minha de registro. porque o resto só teve validade enquanto eu estava fazendo. Não há registro nenhum. Não há fotografia né, não há nada. E E é isso. Quem viver, verá, como dizia Elis Regina. Mas não no sentido também de de... A morte é vida. Renascer Porque uma frase que meus amigos conhecem, cara, é minha. Eu tenho um monte de chavão, assim, que eu gosto do Borogodó, como dizia minha mãe, mas se a vida essa, só isso, meu, para o mundo que eu quero descer, porque é uma sucessão de chatice. Todo mundo reclamando de tudo, conta para pagar. Ou você reclama de dor de barriga, ou você dá risada, toma um porre, que eu a aconselho todo mundo a tomar um porre de vez em quando, que relaxa. Seja porre cultural, porre alcoólico né, o Adilson já vai tomar umas né. E E pegar mais leve, pegar leve na vida. Lembrei de uma coisa que me fez mudar toda a minha vida. Um depoimento da Alcione no programa da Cultura, que eu parecia a voz do Sargentelli. Como é que chamava aquele programa? Ensaio. Fantástico. Perguntaram assim para ela, ãh, Alcione, você é feliz? Ela disse assim: isso mudou minha vida. Ela disse assim: como eu não poderia ser feliz, deixar de ser feliz, se eles pagam para mim fazer o que eu mais gosto, que é cantar. Essa é a razão da felicidade.

Só isso. E como artista plástico, como artesão, que eu sempre disse para mim, para os meus clientes, que eu sou artesão, que eu gosto, porque artista plástico para mim é um boneco de pet gigantesco que fica pintando umas coisinhas. Artesão, fazer arte com tesão. Quando você encontrar um artesão na rua, na vida, compra alguma coisa do cara. Ele quer qualquer coisa, menos isso, meu. Que você fala assim, nossa, que lindo. Não fala isso. Porque às vezes a pessoa só precisa de um real para comer uma coxinha. Eu sei o que é isso. Não queria falar sobre esse esse nova etapa do Daragon, porque o Daragon é vazio. Precisei me esvaziar para poder chegar até aqui, para poder chegar onde eu estou. Eu me libertei de tudo. Eu A casa que eu tinha, eu fechei, peguei a chave e enfiei por baixo da porta. Peguei o carro, fui até a fazenda, entreguei para minha irmã e falei tchau. A minha cachorrinha, a neguinha, morreu. Eu enterrei ela na fazenda, peguei uma mochila. E fui acolhido aqui com o meu casal, grande amigo, Estela e Benito e as crianças, que a qual eu sou padrinho. Hoje, o meu passatempo predileto é assistir filmes e fazer comida para os meus grandes amigos da rua. Meus maiores amigos são os mendigos da rua, da minha região, do meu quintal, Bela Vista. Lá não precisa nem ter tempo, né? Aliás, ali é só você fazer um arrozinho e já descer, que sempre tem uma boquinha querendo comer. Sugiro, viu, meu? Quando você tiver afim de fazer alguma coisa diferente na tua vida, em vez de se drogar, em vez de fazer, falar mal dos outros, ficar enfiando o dedo e cheirando, faz uma comida ou pega metade da sua, sem hipocrisia. Bota em um em um saquinho, alguém vai estar te esperando para comer, meu. Queria agradecer muito, porque o acaso não me trouxe aqui, né? O que me trouxe aqui foi essa energia, de verdade. Eu estava vendo um livro que tem ali, um caderno de depoimentos das pessoas, e me chamou a atenção, uns depoimentos... de alguns que deixaram assim, que se sentiam únicos. Depois descobriram que outras pessoas que também tinham as mesmas intenções. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Vocês são especiais. Não por esse trabalho só, mas pela própria energia que vem de cada um de vocês. Seguiam no caminho. É Dilson, seja o que for, meu, cada etapa sua, você vai ser uma coisa. Não tem jeito. Relaxa. Tranquilo. E se amanhã tiver que parar tudo e abrir uma mercearia... Meu, vai abrir uma mercearia, faça dela o diferencial da tua vida.

Se eu estou certo ou estou errado, a minha vida deu toda uma volta e eu cheguei no estágio de lidar com coisas que eu não imaginava que ia lidar. Lidar com valores que para mim já são... já perderam-se. A vaidade humana, as pessoas que se matam em trabalho, os work-rollers da vida, os executivos da vida. Não entendo mais. Eu não entendo o que as pessoas querem. Não entendo, não entendo. Penso que noventa porcento finge, só que finge errado. Tenho Eu ouvi de um sábio muito próximo um conselho que eu vou dar para todo mundo, cara. Finja que você é feliz. Mas finja mesmo. Finja intensamente. Porque um dia você vai acreditar nisso, cara. Vai se transformar em verdade. Aí acabou. Parou de ter opiniões. Você é feliz. Eu sou feliz.